Boa tarde.

Para começar a nossa entrevista, eu queria que a senhora dissesse o nome completo da senhora, o local e a data do seu nascimento. Eh

Em um dia oito oito de maio
Cinquenta e um Certo eh. Qual era o nome dos pais da senhora? Eh

Qual era a atividade deles? Bom, meu pai trabalhava em obras públicas e minha mãe era dona de casa.
Os avós da senhora também de lá?

Por eh por parte de minha mãe né, também eram de lá.
Todos chilenos. Todos chilenos. Sim E quantos irmãos a senhora tem?
Bom, éramos nove. Né eh Vivos eh cinco né, atualmente. Cinco irmãos tenho vivos.
E eles estão lá no Chile?
Estão todos no Chile, só nó eh só nós. Meu marido e eu viemos para o Brasil né e vim com dois filhos para cá. E aqui nasceram mais duas, então eu tenho quatro filhos, três meninas e um menino.
A senhora veio para o Brasil há quanto tempo?
Já há trinta anos. Cheguei no ano setenta e oito né, em dezembro de setenta
E oito A senhora veio com quantos anos mais ou menos para
Eu tinha mais ou menos uns
Então, a senhora passou a sua infância, sua adolescência, juventude no
Tudo no Chile, tudo no Chile né.
E como era lá? Conta para a gente um pouquinho como era a sua infância, o que é que a senhora lembra.
Bom, do que eu lembro eh da minha infância, eh eu queria dizer, de uns sete anos para cá, Foi boa, foi uma infância bem assim, sadia. Lembro que, como eu tinha mais irmãs, éramos cinco irmãs, cinco mulheres e dois homens, né? Na época. E... Então, brincávamos muito, sabe? Como eu tinha irmãs mais ou menos quase da mesma idade, eh brincávamos muito, né? Eh O colégio ficava perto da nossa casa, então íamos e voltávamos na escola eh de manhã Voltávamos em casa para almoçar e depois retornávamos de tarde né na escola. Então havia tempo para brincar bem, bastante. Era uma infância bonita que eu tive. Né E a senhora brincava de quê? Bom, de bonecas né, era o que mais a gente brincava. E E como eu morava em uma vila né, se chamava a Vila Portales, E então havia horário para sair a brincar, porque na época nossos pais eram bem assim, rígidos, né? Então, primeiro foi fazer a a lição de casa, né da da escola, e depois salíamos todo mundo a brincar. E acho que com todas as meninas lá, mais ou menos todas da mesma idade, frequentávamos quase a mesma escola. Nós íamos brincar todas no mesmo horário. Seis horas da tarde estávamos na rua brincando, né? O que eu lembro era que as mães ficavam também na porta conversando entre elas, nós brincávamos, sabe? Foi bonito, foi... foi legal.
A vila era no meio da cidade ou era afastada?
Não, é no meio da cidade. Eu morava bem perto do centro da da cidade onde eu morava, né? Isso é em Quijota, né?
E a senhora lembra, assim, como era a cidade na época?

Até agora não tem mudado muito, não, porque eu viajo quase todo ano para o Chile. Eh Então, tenho uma irmã que mora lá perto da da da cidade onde nós moramos, que eu ainda conservo. Eu herdei a casa do meu pai, né? Eles deram para mim. E ele tinha mais outras duas que meus outros quatro irmãos herdaram. Eu abri mão né e fiquei com essa ali. Então, quando como falo, eu vou todo ano. A cidade não tem mudado muito, não, sabe? Está mais ou menos o mesmo assim.
E a senhora ainda tem essa casa
Conservo essa casa. Atualmente está alugada. Ela tem alugada para uma professora. O que mudou assim no bairro, vi que construíram um um colégio novo né Né e justamente minha inquilina é professora desse liceu, então é só atravessar a rua que ela já está, porque ela é deficiente, sabe? Ela tem um problema de cadeira né, então está fácil para ela ir trabalhar. E é o que mudou no bairro, acho que um um pré um edifício novo, um prédio novo ali. Muita mas não tem mudado muito a cidade. Se conserva assim, como eu lembro que era quando eu era pequena.
E como era essa casa da senhora, que a senhora tem até hoje?
Sim, é uma casa... Essas casas eram todas iguais, né? Eram blocos, assim, de dois andares, né? E era assim... morava uma família embaixo né, e a outra morava em cima, só com saídas diferentes. A minha dava saída para uma rua né, e a pessoa que morava em cima né, no segundo andar, tinha saída pelo bloco de trás. E eram umas casas... Até quem vai para lá e vê esse tipo de casa, é uma coisa Agora que eu vejo que é algo assim diferente, sabe? Meio estranho, assim, mas... E não era grande, não era uma casa grande. Eu achava grande quando era pequena, porque era Agora que já estou, né? É pequena, a casa não é... É um apartamento, praticamente um apartamento que tem quintal, né?
E como era essa casa cheia de filhos Nossa e
Eh eu às vezes penso... Tinha só dois dormitórios, eh eh sala, né? E a cozinha, banheiro, né? É um apartamento, com a diferença que tem um quintal né. Eu fiz uma reforma porque o banheiro era muito pequeno. Realmente, sete filhos ali naquela casa. Havia um quarto grande e outro pequeno. O pequeno dormia, era de minha mãe com meu pai. E no outro, todos os filhos. Lembro que eram camas assim, era uma litera, como se chama? Eh Beliche, uma beliche. E eu via que eram várias caminhas assim, sabe? Para os filhos. E dormíamos todos juntos em um em um quarto só, porque todos éramos pequenos. Então, agora vendo essa casa, nossa, há tanto aqui dentro, eu não sei como. Não entendo Mas eh foi foi bom, foi uma infância feliz ali. Eu tenho boas lembranças de minha infância nessa casa né.
Vocês lembram, assim, como eram as refeições típicas do Chile? Como era O que vocês quais eram os costumes de vocês lá na época?
Como você fala?
O o que é que vocês faziam no dia a dia?
Quando, quando na minha infância, Sim Era assim, eh como éramos católicos, somos católicos, minha mãe é muito católica, eh de domingo era obrigação ir à missa, levantar, todos, meu pai não estava lá, porque meu pai, ele trabalhava no norte do país, ele trabalhava em obras públicas, então minha mãe sempre ficou, eu lembro minha mãe sempre E poucas vezes, assim, a presença de meu pai. Meu pai vinha, assim, em datas em datas importantes, por exemplo, o Natal, sabe? Eh Para o Dia da Pátria, né? Que é o dezoito de setembro, que já logo está aí, né? Naquelas datas assim, né de feriados mais longos, meu pai chegava em casa, mas sempre era minha mãe que estava com nós. Então, de domingo, nós íamos todos à missa né com minha mãe de manhã. Levantávamos cedo, né eu lembro tudo todos a criançada em volta da mesa tomando E saímos todos com a minha mãe né para a missa. Era perto, aí nós morávamos a uns quatro quarteirões da da praça, que era o centro da cidade onde estava a igreja, o centro comercial. E nós íamos com a minha mãe à missa, esse era o passeio de domingo. Salíamos de missa, ao meio-dia, que terminava ao meio-dia, e aí íamos para a praça, a brincar, né? Havia um uma banda que ficava tocando num... Não sei como se chama, um quiosco grande. Que sempre há no centro da praça, assim, feito de cimento, onde fazem um tipo palco, assim

Correto. Coreto isso, coreto. E e aí tocava a banda de de do exército, às vezes de da polícia lá, que se chamam, igual que na França. E são verdes também, os uniformes deles são verdes. E tocavam, porque havia tanta criançada na praça, e eles tocavam aquelas músicas bonitas. Esse era o passeio de domingo, né que a gente fazia todo domingo. E depois já voltamos para casa, minha mãe ia preparar o almoço. E era um dia assim, sabe? Parecia festa, porque como tanta criança e tantos filhos em casa, cheia a casa com minha mãe, né?
Nossa, era assim. Era assim, o domingo passávamos assim. E a escola? Quando a senhora foi para a escola?
A escola, olha, lembro da escola, era de freiras, né? Minha escola ficava a dois quarteirões da minha casa, na mesma rua, né?

Então era na mesma rua. E o colégio era daquela freira,

E elas tinham também aí, logo em frente do colégio, tinham um internato, né? E eram aquelas freiras que usavam aquelas como asas aqui na na cabeça, Assim, levavam um coberto assim, pareciam umas asinhas, não sei se você já viu aquele tipo de freira que usam aquelas, né? Sim uns É É essa era esse mesmo, eram francesas aquelas freiras, né? E eu estudava naquela escola e tinha só de primeiro ano até a sexta série.

Aí terminávamos e tínhamos que ir para outro colégio. E se estudava assim em tempo integral. Iríamos de manhã, entrávamos oito horas, tínhamos que estar já no colégio e saíamos ao meio-dia. Depois, tínhamos que retornar a uma hora da tarde e saíamos cinco horas da tarde. Então, tudo isso era de segunda a sexta. Então, passávamos a maior parte do dia no colégio. Até hoje, aí o que eh tem esse sistema lá no Chile.
E era um colégio só para mulheres?
Só para mulheres, né? E era esse uniforme que eu te mostrei a fotografia, com aquela gravatinha, era esse uniforme. Estudavam a senhora e suas irmãs lá? Todas estudaram lá, todas, né? Meus irmãos estudaram em outra escola, que também era perto de casa, meus dois irmãos.

E também perto de casa, mas não era um colégio de padres, era da prefeitura.
Né Aí depois que a senhora terminou a sexta série, a senhora foi estudar onde?
Bom, eh aí eu me fui, nós fomos de... Aí já meu pai nos levou para a cidade onde ele estava, para Copiapó. Foi a norte, mais ou menos, dez horas de viagem da cidade de Quijota para Copiapó, dá dez horas, né? Aí, ele, eu fui estudar lá, né, ao liceu, aí já tive que ir para lá, sétima série, né, e estudei no liceu e lá que terminei meus estudos e conheci meu marido, né, ah, fui para a faculdade, mas conheci meu marido e casei, então eu não continuei, né. Aí porque aí eu logo fiquei grávida, depois minha filha, né? Depois já veio o meu filho, né? Um ano e meio de diferença. Aí eu já perdi aquele pique de estudar, não queria mais, né? Os meninos absorviam muito o meu tempo. Então, não... Aí, por aí começou minha vida, assim, já depois de de casada. Minha juventude foi muito boa também, né?
Tengo boas lembranças. O que a senhora fazia na sua juventude?
Eu saía muito.

vir na moradeira eh e saíamos muito, assim, naquela época se usava muito sair, assim, na época se chamava ir a uma balada, ir a um malão, assim, malão se chama, né? Eu fugia muito de casa, minha mãe não não era muito assim, sempre foi enérgica com nós né. Então, não não me dava licença para sair. Eu saía escondida. Minha mãe, às vezes, ia dormir, como também morávamos perto do do centro da cidade. Então, minha mãe esperava que ela fosse dormir para eu sair escondida, sabe? E era assim, porque não deixavam. Eu, muito, assim, de domingo, usava muito ir ao cinema, né? Ir na na matinê, que se chama, duas horas da tarde. Então a juventude era assim antes, mais sadia também, ou seja, gostava mais dos momentos bons, né eh menos malícia havia entre os rapazes sabe, eram mais respeitosos na época. Então, a gente se divertia assim, bem, assim, né? A senhora gostava de dançar? Eu gostava muito, muito de
Quais eram os ritmos e como eram
Rock, né? Era rock, twist, daquela época, nos anos Eu disfrutei muito dessa época, né?
A senhora saía escondida de casa com as
Saía para ir dançar, né? E chegava em casa, nunca minha mãe me pegou. Sabe o que eu fazia? Eu compartilhava meu quarto com minha irmã. Então, e era minha casa, né era uma casa enorme, e tinha corredores assim, sabe? Então, estavam assim os quartos, né? Era um era um Havia cinco quartos, né? Então, o quarto da minha mãe ficava assim, em frente do corredor, desse lado havia três, desse lado dois, né? Então, os quartos tinham cadeado por fora, né? Quando a gente viajava, todos os quartos ficavam com cadeado. Então, e como eu compartilhava com a minha irmã, eu esperava a minha mãe dormir. E o que eu fazia? Meu cabelo era comprido. Eu puxava um fio do cabelo e amarrava ali, sabe? Para para ver se minha mãe se levantou e foi olhar nós no quarto. O fio do cabelo já estava estourado, né? Então, aí eu já sabia que minha mãe levantou e aí ia me pegar, né? Então, eu tinha que me preparar para a bronca que ia levar, né? Mas nunca, sabe? Eu voltava e o fio estava do jeito né. Era era a maneira que eu tinha para sair, né? Que minha mãe não deixava. Imagina, quando eu casei com meu marido, estávamos noivos... os padrinhos da minha filha, né meus compadres, eles foram convidar a mim e o meu marido para uma despedida de solteiro, nos convidaram para ir a jantar. Você sabe que minha mãe não me deixou ir?

Ela era cabeleireira, tinha um salão, minha irmã. Ela voltar, assim ela acompanhava ela para não ir sozinha. E minha comadre dizia, mas se ela vai comigo, e vai com meu marido também, vamos nós quatro.

Minha mãe não deixou. Era tanta, minha mãe cuidava tanto da gente, de tal maneira que, nossa, chegou a esse ponto. Meu marido, até o dia de hoje, lembra e dá risada. Lembra que tua mãe não deixou você ir para dar uma despedida, né? Sempre lembra disso, né? Era assim mesmo, minha mãe. Na época, as mães eram... Assim né, bem estrita. Hoje eu não sou com minhas filhas assim. Lógico, sempre me preocupei com ela. Falo para elas que me tem que falar de onde vão. Hoje eu não, porque elas estão casadas. Eu tenho só uma solteira de vinte e dois anos. Mas eu exijo isso aí. Se você chega às quatro horas da manhã, às quatro horas da manhã você bate na minha porta e fala que cheguei né. Tem que avisar onde está, deixar o telefone, com quem vai, enfim. Porque hoje em dia tem que ser assim, mas nunca no extremo que minha mãe como minha mãe foi.
E como foi que a senhora conheceu seu marido?
E eu estavamos na eh estava na faculdade, estávamos comemorando, a que se chama, lá se chama Festa Mexona, aqui Quando vão por primeira vez à faculdade, e os meninos lá, como se chama, que fazem a festa de calouro, não?
Festa de calouro, festa do bicho.
É, festa de calouro, não? Foi na festa da mexo, aí se chama

Claro, aí se chama mechona, uma festa mechona, né? Que fazem muitas eh piadas, algumas também se passam a fazer piada, até jogando na piscina. da faculdade, enfim, eh tem gente de ovo, essas coisas assim, né? Então estávamos nessa festa, né? E aí meu marido foi a essa festa, meu marido já tinha, estava formado há dois anos, né? Então ele foi a essa festa, convidado por um companheiro dele. E aí eu conheci ele, me apresentaram a ele, né? Saímos namorando, ele... Segundo ele, foi eh amor à primeira vista.

Ele comigo, porque eu não, eu né? Então ele já me pediu namoro, eu estava conhecendo, já me pediu namoro, já queria um pouco menos que casar, sabe? Foi uma coisa louca, assim. Falei, o que é isso? A gente namorou e namoramos um ano só, né? Aí casamos né.
Eu conheci ele assim, nessa festa da faculdade. A senhora tinha acabado de passar no vestibular?
Sim, estava tinha acabado de passar no
A senhora tinha escolhido fazer o quê?

Né eu gosto muito de química. Infelizmente, ele não minha mãe que ficou chateada com isso, porque falava assim, você podia ter continuado, não importava que você estivesse grávida, enfim, podia ter continuado.
Mas não dava, realmente não dava né. Aí ele pediu a mãe da senhora para namorar.
Sim, ele ia para a minha casa e falou com a minha mãe né para namorar. Sabe que a minha mãe gostou na hora dele assim, aí uma pessoa, eh não sei, minha mãe falava para mim assim, parece que eu o conheci há tanto tempo né. Minha mãe gostou muito dele, quis muito, muito carinho por ele, sabe? E me deixou namorar com ele, né?

Eu gostava dele, né? Mas não era aquela aquela paixão para casar, né? Porque eu acho que a gente casar, estando bem apaixonado, é lindo isso. Mas não, eu não sentia isso, né? E também que eu estava apaixonada por outra pessoa, essa é a verdade. Só que essa outra pessoa, eh eu meus pais não deixavam, não deixavam né. E eu era meio rebelde né, e eu insistia, insistia. Sempre me perseguia, minha mãe me andava sempre vigiando, meus irmãos, todo mundo atrás. Porque era uma pessoa, eles achavam que não que não era para mim, por causa que ele já havia sido casado e era separado. E eu dizia que não, que eu tinha que procurar uma pessoa solteira, sem problemas né, que não tivesse um passado. E era bem maior que eu. Também tinha muita diferença de idade. Na época, eu tinha, eu te falo, dezoito para dezenove anos e ele tinha Trinta ou talvez um pouquinho mais. Não lembro bem. Não me deixava, né? Então, eu insistia, né? E não me deixaram. Não me deixaram mesmo.

E eu fui à praia. E aí eu não vi mais, né? Quando terminou o verão, já janeiro, fevereiro, estava terminando a temporada, que lá se acostuma na cidade, porque como quase todas as cidades têm praias perto no Chile, então a gente termina o ano e todo mundo se vai e sai da cidade, a cidade fica praticamente né só quem trabalha, né?

Terminou o o verão, como eu te falo, em fevereiro.

E nessa praia que nós íamos, sempre faziam uma grande festa, assim, de término de temporada, sabe? Aí é quando a gente já se despida os namorados de verão, que uns se vão para a sua cidade, para outra, sabe? Muito bonito, realmente.

E eu relutei, falei que não, que não sei. Aí quando ele falou para mim assim, então você nunca mais você vai me ver, né? Aqui acabou, né? Tchau. Sabe que me deu uma coisinha? Porque ele nunca tinha brigado comigo, né? Nunca, ele sempre pedindo-me que voltasse, e era ele, sabe? Ele que andava atrás de mim, na verdade. E de repente ele, bom, vamos dar um ponto final, acabou. Ou seja, ele, né, tomou uma atitude. Aí eu me assustei, eu disse, nossa, agora eu vou perder ele para sempre. Aí eu falei, não, quando voltemos lá para a cidade, aí a gente conversa, né. Então eu deixei um, para ele não sumir de vez, né. Quando eu chego a Copiapó, né, porque nós íamos a passear em uma praia que se chamava Caldeira, a uma hora de da cidade, né.

Falou, como? É um rapaz bom, está trabalhando, formado, ele é muito educado. Você gosta daqueles rapazes que só que não sabem nem falar? Minha mãe, eh ela argumentando de um lado e do outro, Glória, por Deus, você não pensa bem. Minha mãe chorava muito. Sabe que me deu aquela coisa, nossa, será que, né? Mas depois eu disse, não, não é assim também, eu tenho que gostar, né? Mas eu também pensava, minha mãe, não gosto da minha mãe.

Eu comecei a ficar preocupada e falei, uai, ele ele deu um ponto final, né? Falei, poxa vida. Aí, bom, apareceu um dia de noite, meio, havia, tinha passado num bar, ele vinha, aí o que tomou unas para dar-se coragem, e eu falo isso hoje para ele, né? E E foi a minha casa, e minha mãe que abriu a porta, era tarde já, era dez horas da noite, era muito tarde, né? E minha mãe abriu a porta.

E eu ouvia isso. Ai, eu levantei rapidinho, sabe? Falei, não, mãe, estou em pé, estou acordada. Né aí minha mãe falou, não, mas é tão tarde. Ah, mãe, tá bom, falou a mãe. Minha mãe também dando um pouquinho. Falei, aí entramos na sala. Aí ele falou para mim, falou, não, vamos voltar e vamos casar já, né? Porque não dá para estar assim. Realmente, você é a mulher da minha vida, né? Bom, e aí a gente voltou, né? Aí ele quis foi lá falar com a minha mãe, né? Ele já pediu o casamento. Minha mãe falou, bom, vamos falar, né? Com o Ginés, né? Com o meu pai. E você vem amanhã conversar com ele. Eu vou falar hoje para ele, né? Preparar ele, porque meu pai também era muito assim, sabe?

Eles me autorizaram. A gente já logo eh foi... E minha irmã também. Minha irmã também veio com... que ela ia casar, né? Então, como estávamos em uma época em que foi o golpe de Estado, no dia onze de de setembro, né?

Não era o golpe de estado ainda. O golpe de estado foi onze setenta e dois Setenta e dois em Em dezembro, eu me casei em dezembro E o golpe foi em setenta e três

Para tudo, não havia não havia nada, as coisas estavam eh muito difíceis de encontrar. E meu pai falou assim, nossa, as verduras, está tudo difícil. E você, disse, inventaram de casar, enfim, o meu pai, né? E minha irmã falou, eu também, minha irmã era maior, eu tinha vinte e sete anos, minha irmã. Aí você, quando quer casar? Minha mãe havia escolhido outra data. Era uma diferença de dois meses do casamen de meu casamento. Aí meu pai falou, por que você não casam juntas melhor? Minha mãe falou, ah, não. Né Que não dá certo. Dizem que que não dá sorte. Que uma só vai levar a sorte da outra.

Ah, não, eu não quero, enfim. Eu falei, vamos casar juntas, olha, realmente está difícil, falei assim, encontrar as coisas. E outra, falei assim, ele todos os meus parentes, como moravam em Santiago, na quinta região, eu morava na terceira região do Chile, era longe, dez horas de viagem, eu falei, vão vir todas para... A meu casamento, as tias vão vir a meu casamento, E talvez não venha no ao teu, né? Aí ela ficou pensando, falou assim, bom, pode acontecer, né? Vamos, vamos escolher uma data e casamos juntas, né? Porque assim o pai também é um gato só, né? Falou, bom, vamos. Aí escolhemos o dia sete de dezembro, né?

Setenta e dois aí E aí nenhuma das duas falava como que era o vestido, né? Eu mandei fazer uma... eh uma... ela se chama modista numa costureira. E ela em outra. Ela perguntava para mim, como você, como é o seu vestido? Eu falei, branco, né? Falou, bom, o meu também, mas como?

Não, eu não contava, né? O que você vai usar na cabeça? Eu falei, ah, um véu, né? Falou, mas o que o que é que você... E na época usavam os chapéus para casar, né? Então, eu usei o que estava de moda, né?

E ela também. Depois, nós aparecemos, em casa já levaram nossos vestidos E chegou o chapéu dela também. Falou, nossa, você também com chapéu? Eu te falei. mas o bonito eu falei assim, olha, as duas iguais com chapéu, né? O pai vai levar nós duas, né? Bonito assim, vestido diferente. O dela era de manga, se cumpriu, o meu era curto já. Na época já estava calor. E o pano também era diferente do meu, né? O meu era todo bordadinho. O dela era só com brilhinho, assim. Sei lá, tem uma diferença, né? Só o chapéu que era igual. Mas foi bonito. Mas foi muito difícil. Meu pai teve que viajar para... para Santiago, para buscar tudo o que era verdura, trazer tudo de lá, porque minha cidade não tinha nada.

Era o clima do golpe.
Na época da de de agenda era isso, ou seja, estavam fazendo boicote, a a oposição estava fazendo boicote né, escondendo tudo para... que o país fracassaram mesmo. Ou seja, o governo fracassasse mesmo. Era a paralisação dos dos caminhoneiros né naquela época. Eles, do transporte, não não não viajavam. Os caminhoneiros ficavam em greve o tempo todo. Por isso não havia coisa. Faltava mercadoria, faltava tudo. Então foi foi difícil. Mas meu casamento foi um sucesso porque meu pai se sacrificou, cuidado, e ele foi buscar todas as coisas para lá. E nós fizemos uma bonita festa, né as duas. Muito bonito. E aí que te conto que minha mãe nunca, nem na nem no álbum de casamento de minha irmã, também. Minha mãe não não apareceu nas fotos, nada. Eu fui buscar ela lá na cozinha do do do restaurante onde a gente comemorou o casamento. E minha mãe falou, não não, minha mãe chorava. E na igreja também, minha mãe chorou muito, porque te contei que eu perdi uma irmã um ano antes. e com vinte e dois anos

As pessoas morriam mesmo, não tinha como hoje em dia que está tudo tão adiantado. Você vê que se salva até de um câncer hoje em dia né. E minha mãe nunca eh superou essa essa essa perda. Minha mãe acabou morrendo de infarte por causa dela. E ela nunca tirou o luto, ela sempre vestiu de preto. Essa minha irmã era... Era o braço direito dela, ajudava muito ela em casa, sabe? Então é por isso que minha mãe se sentiu muito... Foi logo depois que sua mãe também faleceu? Minha mãe logo depois faleceu, um ano depois. Acredito que foi... Não, não chegou a ser quase um ano, não. Porque eu fiquei grávida logo, né? na lua de mel eu fiquei grávida. E o golpe de estado foi no dia onze de de setembro de e três e eu me casei em dezembro dia sete de setenta e dois, final do ano. Então, não chegou. E minha filha, e eu grávida, engravidei. Minha mãe só foi sabendo que eu engravidei. Minha mãe morreu no dia dez. Meu pai internou ela. A levaram de Copiapó para Valparaíso, internar ela em um hospital especializado na Zona do Coração. Se chamava San Roque, o hospital. E meu pai hospitalizou ela, minha mãe. Estava passando mal. E eu lembro que foi uma segunda-feira, eu me despedi da minha mãe, eu estava imensa, gorda, imensa, grande, mas na época a gente não sabia o sexo, que também tem isso adiantado agora que a gente pode saber o sexo.

Eu falei, mãe, eu falei assim, eu não sei o que vai ser, mas ainda assim, eu penso que vai ser um menino, ela falou para mim. Mas para ser menina, você põe pelo menos o nome de sua irmã, né? Falei, tá bom, mãe. Mas não fala assim, mãe, você ainda vai ver seu neto, né? Eu acho que não. Ela falou assim para mim, né? Falei, imagina, mãe, você me viu toda gravidez e não vai ver ele. Falou, eu acho que não vou voltar, né? Bom, aí foi embora minha mãe, né? Internaram ela e ela morreu no mesmo dia que internaram ela. Só que meu pai não ficou sabendo. Isso foi na segunda-feira. Deixaram em Valparaíso e meu pai voltou, para porque eles ficaram na casa dos irmãos de meu pai. Nós morávamos no norte, então meu pai ficou na casa do irmão dele, uma uma cidade que se chama Calera. Eu só ficava mais ou menos uma hora de de viagem de Valparaíso. Então meu pai voltou, sem saber que internou minha mãe e minha mãe morreu no mesmo dia. Foi o golpe de Estado, no dia seguinte. Só que o golpe começou à meia-noite do dia dez e foi correu toda a madrugada. Depois, quando amanheceu o dia, o povo chileno ficou sabendo que estava havendo um golpe de Estado. Minha pai falou, e agora, como eu vou para para Valparaíso e ver a tua mãe? Ele estava com minha irmã maior, aquela que eu casei junto. E falou, agora como vamos como vamos passar para lá? Está cheio de marinos na na estrada, não deixam entrar nem sair da cidade. E eu preciso levar roupa para tua mãe, preciso camisola, essas coisas.

Olha, se passou, se chegou na quinta-feira, meu pai sem poder passar para lá, para Valparaíso. Na quinta-feira ele conseguiu ir, né? E foi com minha irmã. Chegaram lá, E lá o hospital era assim, vamos dizer, era a ponta de um morro lá em cima. Havia que subir altas escadas para chegar na ponta lá. Eles subiram todas as escadas para chegar.

E se sentou e disse, pai, vai você sozinho. Eu vou ficar sentada aqui esperando ela. Só que minha irmã estava cansada porque ela não sabia que ela estava grávida. Só que minha mãe também se foi sabendo que ela estava grávida.

E minha mãe falou, opa, parece que você está grávida. Falou assim minha mãe, não, mãe, imagina, nossa deve ser porque eu não tenho comido. Falou minha irmã, não, acho que você está grávida, falou minha mãe. Depois eu falo que minha mãe se foi sabendo, presentindo que ela estava grávida, minha irmã. E minha irmã não sabia. Então, por isso que ela se cansou de subir a escada e ficou lá no final dela sentada esperando. E meu pai foi.

Quando meu pai saiu lá e uma enfermeira lhe passou um pacote para meu pai. E meu pai já vinha enxugando as lágrimas, disse. Aí falou, ué, o que será que aconteceu, né? Quando eu andei lá, meu pai falou, disse, a mãe morreu. No mesmo dia que nós internamos ela. Ai, minha irmã desabou, e chorou. Desculpa, né?
Não, tudo bem.

Então, ela... Não, aí chorou, enfim. Aí foi uma odisseia. para tirar o cadáver dela. Ela ela estava na geladeira, minha mãe já, desde segunda-feira. Para conseguir um caixão, tiveram que mandar fazer porque não tinha caixão. Eram tantas mortes que haviam com o golpe de Estado que não estavam dando conta de tanto caixão. Eh Não permitiam velório, nada disso. Aí meu pai mandou fazer o caixão de minha mãe. Dizem que ficou esperando o dia inteiro. À noite, lá para meia-noite, chegou o caixão de minha mãe. Puseram ela no caixão. Esperaram aclarar, porque estava golpe estava toque de recolher, era cedo, então não podiam ir até a cidade de onde estava o irmão de de meu pai. Levaram minha mãe de manhã em uma ambulância. Até a cidade de Calera. Todo esse trajeto, desde Valparaíso até Calera, que era uma hora, ia passando por uma cidade e outra. Em todos os lugares, abriram o caixão de minha mãe. Abriram para ver se era mesmo um cadáver. o mexiam para lá, levantavam o corpo dela para ver se não havia arma, alguma coisa, porque eles desconfiavam de tudo. Até agora, está certo né, todo mundo com medo, até eles mesmos que são militares né, também estavam assustados, porque também eram mortos pelos civis. Então, foi uma coisa terrível isso aí. e chegar em casa logo, porque o toque a recolher era quatro horas da tarde né. Chegamos, chegou minha irmã lá né, com com meu pai e minha mãe, e eles falaram que nada de aglomeração de gente, nada de velório, E já tinha que enterrar rápido. E não O resto da família, dos filhos, todos. Aí mandaram avisar e nós viemos rápido. Na época, o marido da minha irmã,

Então ele não era do governo, mas ele era do partido radical. Né então, quando escolheram a gente como presidente, se uniram todas as todos os partidos que eram de esquerda né, para escolher o presidente. Então, ele não era socialista, era um radical. E a ele escolheram como... lhe deram esse cargo de governador. Então, o o comandante-em-chefe do exército era amigo pessoal do meu do meu cunhado. Por isso que acho que ele se salvou. E até hoje ele está bem não não participa mais em política e nada, né? Mas podia ter morrido naquela época. Então ele ainda não não não tinha sido preso, nem nada. Então ele falou, poxa, em que nós vamos rápido, né? E como ele ele tinha, toda todavia ainda não iam exigir que ele tivesse que entregar um mando, nada. Ele estava só esperando ordens. E ele continuava ali, esperando ordens. E como ele ficou sabendo que minha mãe morreu e tínhamos que ir rápido para lá,

Chegamos a tempo, esperaram nós né, aí eu vi minha mãe, cheguei, gorda, imensa, já estava para nascer minha filha. E vi minha mãe no caixão, todos vimos. Chegamos todos os irmãos, menos meu irmão maior, mais velho, que não alcançou a chegar. E já logo fomos para o cemitério, sem funeral, sem nada, assim, rápido. Enterramos minha mãe e acabou. Só foi um um um padre a dar dar um responso e acabou, né? E voltamos para a para a para a casa do meu tio.

E a levaram ao médico. O médico passou uma receita para ela. Aí meu cunhado falou assim, vamos comprar a receita lá para Quijote né. Mais ou menos a uns quinze minutos, vinte minutos da cidade. Vamos comprar a receita. E fomos naquela caminhonete. Quando estávamos voltando, nos pararam os policiais né. E nos fizeram descer do da caminhonete, puseram as mãos para cima. A mim me batiam na barriga e eu falava, é de verdade, não é mentira. E eu mostrava, eu sofri muito nisso aí, né com essas humilhações dos dos militares. E eles nos levaram presos, né pegaram a caminhoneta, nós fomos até até a delegacia, eu fiquei na caminhoneta, meu irmão, meu cunhado, Os levaram para dentro e eu fiquei com com um militar assim me apontando, porque não havia necessidade né e. E eles lá dentro lhe faziam umas mil perguntas, eles falaram para mim. Em uma O que os salvou foi a nota. fiscal que deram da da da receita que compraram. Tinha a receita e a nota. Eles chamaram a farmácia se realmente tinham ido comprar. Acabaram de sair uns jovens daqui e compraram de fato esse remédio. Falou o o farmacêutico. Foi isso que o salvou. Do contrário, teria matado ele aí, porque ele matava mesmo. Não havia não havia pergunta. Ele matava e depois perguntava. Era era mais ou menos isso. Mas todo esse tempo se passaram umas três horas. E já era toque de recolher. Falou, agora vocês vão guardar essa caminhonete. E amanhã essa caminhonete tem que estar guardada lá no... no no pátio da empresa. Né mas meu cunhado ele não falou que era governador. Ele ficou quieto. Falou nada né. Que ele era governador do estado. Ficou na dele.

Quando íamos saindo já fora da da cidade de Quijota, veio outro Outra vez, desceram, nós falamos, venimos da delegacia, nos detiveram, isso e isso aconteceu, enfim, explicando tudo de novo. Lá eles chamavam, verificavam tudo, nos deixavam ir. Fui embora, até que chegamos lá. Guardamos a caminhonete, e no dia seguinte, cedinho, já com noite, nós saímos. para Copiapó, para a cidade onde nós moramos. Nós fomos todos, meu pai, todo mundo já veio embora, deixamos minha mãe aí enterrada nessa cidade, porque não podíamos levá-la lá. E quando, e nos iam vigiando em cada parte, em cada eh delegacia que passávamos das cidades, tínhamos que passar e avisar. A caminhoneta pla placa tanto, passou a tal hora. E eles nos nos levavam controlados. Quando chegamos a a Copiapó, chegamos mais ou menos a uma hora da madrugada. Olha, na entrada da cidade, que era um rio né, tinha uma ponte, do outro lado você vê a cidade, do lado de cá era deserto, porque aí está o deserto de Atacama. Era todo deserto aqui. Então, quem entra na cidade dá para ver de longe quem está vindo, quem está entrando. Eles nos viram, seguramente, comandos que estavam por aí, né? Nos viram, nos seguiram. Nós chegamos em casa, Todo mundo desceu, entramos. Logo, se passaram uns dez minutos, chegou um caminhão cheio de militares e nos chamaram para casa. Não a minha casa, a casa dos meus pais. Eles rasgaram os os móveis procurando. E você sabe quem estava aí nesse comando? É que o marido de minha irmã agora, naquela época, estava prestando serviço militar. Ele entrou e nós vimos ele. E ele ficou quieto. Ou seja, ele também não podia falar, eu estou namorando com a filha do né. Ele ficar nada dele, né? E ele tinha que fazer o que mandava também seu comandante. Eles rasgaram todos os móveis. Eu nunca esqueço disso. Rasgaram todas as camas, a a os colchões, passavam aquelas faconas bem afiadas e abriam procurando armas. E não explicavam para ele. Nós viemos de de tal lugar, o comandante tanto, nós tínhamos que entregar essa caminhonete. Aí meu cunhado falou que ele era o governador do estado. O pegaram imediatamente preso e o levaram na hora. Só não podia... Tinha que falar, né? Porque já era muito o dano que estavam fazendo em casa. E só o levaram preso. Aí ia tudo bem. Foram embora depois que deixaram tudo assim.

E meu cunhado ficou preso. E para a sorte dele, que o comandante em chefe de de da terceira região ainda era amigo dele. E ele passou toda uma noite, ele falou, em um lugar assim, em um quarto, escuro. Aí o encapuzaram, lhe puseram um capucho assim, coberto. E quietinho ele aí. né Ele perguntava o nome, o nome todo. E aí ele quieto. Ele disse que daqui a pouco, disse que ficou uns quatro, cinco dias preso, né? Aí, disse que quando chegou de noite Né ele não sabe que hora que era. Chegou o comandante e lhe tirou lá. O capuz se falou assim, você está com sorte porque ainda não me transferiram de de cidade, né? Você vai sair por essa porta e vai ficar encostado. Você não vai atravessar aquele pátio. Você vai esperar aclarar para atravessar. Você sai agora e fica do lado de fora. Aí vai ter um guarda e fica ali. Não se mexe, fica quietinho. E diz que ele saiu e ficou como ele mandou, quietinho né. Aí o guarda falou assim, fique quietinho, vamos esperar aclarar. E ele não abria nem a boca, de tão assustado que ele estava. Quando clareou, e clareou bem, aí esse guarda o acompanhou para atravessar todo um pátio enorme que havia, para sair ao outro lado na rua. porque era o regimento de de onde estavam todos os que faziam o serviço militar. Aí ele saiu, né porque se ele fazia, ele depois contava que se ele tivesse saído imediatamente, se não tivesse sido ele, o comandante, ou tivesse sido outro, ele já vai e atravessa. Ele tinha disparado de qualquer lugar. que tal depois falam que estava fugindo, sei lá, um preso político, enfim. Foi assim que ele se salvou. Até agora ele não queria saber de política né, agora ele está no ramo de comércio. E assim né foi... Aí nasceu minha filha né, minha filha nasceu. Vinte e cinco de de setembro né. Minha mãe morreu no dia dez. Minha filha veio nascer no dia vinte e cinco. Nasceu depois do golpe de estado. Mas foi assim, foi bem... Esse esse último mês de de gravidez meu, nossa, foi terrível. Passei por muita coisa. Depois que ela nasceu, continuava a falta de coisas, de leite. Oxe, como criar, né? Agora, fazer fila para todos. Você andava em lugares assim, na cidade, e via aquelas filas e falava, você está na fila para quê? O que vão vender? Não sei, falava. Estamos por acaso. Então, lá nós ficávamos também na fila para comprar o que fosse, né? Porque havia muita falta de coisas, né? E assim foi, já foi passando o tempo, né? Aí meu marido eh trabalhava em mineração e de repente ficaram, eh começaram a cortar pessoal, né? Os mais novos, né? Os que levavam pouco tempo na empresa. Aí ele tocou meu marido, meu marido ficou desempregado, né? A Lorena já estava com quatro anos, né?

E, então, meu marido ficou desempregado. Aí recorreu ao Chile de ponta a ponta e não havia trabalho. Quem ficava desempregado ficava e não encontrava trabalho por causa de de dessa mudança de governo, desse golpe de Estado que não tinha como, não tinha por onde, né? Aí meu marido falou assim, olha... Aí ele começou a a fazer outras coisas, bicos, assim, né? Falou, sabe o quê? Falou, um dia para mim chegou... Eu não estou aguentando mais, né? Trabalhando no que é minha profissão, porque o marido é topógrafo, né? Eu vou... Acho que eu vou embora, né? Vou ir para outro país, porque aqui, puxa, já passaram um ano e meio e eu não e eu sem trabalhar, né? E com duas crianças pequenas, né? Então, acho que vamos ter que... Vou ter que sair para outro país, procurar, né? Para trabalhar. E eu falei, e eu? Você fica aqui, né? Depois eu te mando buscar. E eu apoiei, né? No começo ali era para Estados Unidos, né? E eu olhava tão longe. Falei, nossa. Eu ficava com meu pai, né? Aí ele veio para Santiago para buscar a passagem e tudo. Aí se encontrou com um outro chileno que estava vindo para cá, para o Brasil. E também foi comprar a passagem. E conversaram, falaram, eu vou para o Brasil, já estou, vou pronto, vou com emprego né, que lá estão precisando muita mão técnica. Né e estou indo para lá, eu estou já empregado. Eu estou levando, vou com um modelo Dezenove aí ele falou, nossa, é mais perto, falou, a qualquer momento a gente volta para cá. Estados Unidos já é mais longe. Custa mais né, mais cara a passagem, em todo caso, também. Aí eu falei, poxa, é para o Brasil.

Aí ele falou, uai vai junto comigo. Falou assim, eu vou a um lugar, já tenho um lugar certo onde eu vou chegar, em uma pensão de uma mulher que ela recebe só chilenos. Então eu estou levando o endereço dela. Se você quiser ir junto comigo, chega lá. Então meu marido viu que já por aí podia né vir. E aí comprou a passagem né. Quando chegou lá, já comprei a passagem e vou embora amanhã.

E vinha junto com ele, ele vinha de ônibus né. Na época não havia aqueles ônibus direto, como tem agora, que tem chilebus, pluma, cruzeiro norte, tem muitos ônibus que vão direto para Santiago. Antes não, você tinha que chegar a Mendoza, na Argentina, depois tinha que passar por... E mudando de ônibus, fazendo transbordo de ônibus, até chegar a São Paulo.
E ele não tinha problema com o governo de sair do país?
Não, o governo deixava, aí ele achou que foi o legal, o militar, porque deixava sair, lógico, eh sempre quando, não sei, o político que andava procurando pessoas, porque também era bem assim, né, te investigavam tudo, né, mas felizmente meu marido, como nunca foi político, ele tinha, saiu bem, tranquilo, né. E com profissão também, porque também eles permitiam a saída a profissionais, não a quem não tivesse uma profissão né naquela época. Hoje não, né hoje está diferente, vai e vem quem quiser.

Muito boa ela, né? E ela dava pensão só para chilenos, por quê? Ela tinha uma razão. Porque ela namorava com um chileno e era apaixonadíssima por chileno. E a casa dela era enorme, falou assim, eu vou dar pensão só para chileno, né? Felizmente, meu marido encontrou o Ramon e trouxe ele aí. E aí meu marido começou a procurar emprego, né? E não encontrava, porque como ele ele vinha como turista, né?

Trabalhar, né? Com carteira de trabalho, tudo. E a uma empresa certa. Meu marido não. Né então meu marido começou a procurar, procurar. Foi difícil porque ele não sabia falar. Ninguém entendia. Foi difícil para ele. Né mas assim, todo meu marido não demorou tanto também né em achar na profissão dele. Dizem que ele demorou mais ou menos uns uns cinco, seis meses. Mas entre entre esse tempo que ele demorou em procurar emprego, eh ele se pôs a trabalhar em um prédio de faxineiro. que era para ganhar algum dinheiro para pagar a pensão, porque se eles iam gastar o dinheiro que ele trouxe, que não era muito também, ele falou, ixi, em dois meses o meu dinheiro vai embora e eu fico sem nada, então eu vou ter que trabalhar para poder pagar a pensão. E assim, por aí perto, encontrou um empresário faxineiro, E ele foi de faxineiro. Nossa, ele falou, que duro. As mãos dele ficavam lisas, os dedos, falou, nossa, nunca vi minha mão tão lisa assim né. Porque havia que esfregar as escadas, falou, tinha que estar brilhando. E isso tinha que começar quatro horas da manhã, né a limpar escadas e deixar tudo okay para o prédio funcionar. E aí ele falou assim, alcancei a trabalhar ali. Ele disse, dois meses. Ganhou, pagou a pensão e tudo. Aí, e ele recortava os jornais, né vendo.

Disse, um dia, saiu o recorte no jornal, e ele foi, era aqui no Brooklyn. Aí lhe explicaram o o ônibus que tinha que pegar, enfim, ele foi, né? E ele, quando ia no ônibus, indo para Brooklyn, eh ele perguntando para o para o cobrador, aonde ficava essa rua que ele ia nessa rua, lhe explicasse. Ah, eu lhe aviso, é um pouco lá e tal, né? E como falava assim, na Guararapes, né? Havia um japonês lá atrás, antes da passada catraca, tinha um japonês tomando sorvete. Aí o japonês falou assim, ó, eu vou para essa rua, Guararapi, né? Eu te indico, você desce comigo que eu vou a esse endereço também, eu vou. Nossa, que sorte, né? Aí meu marido ficou esperando. Quando chegaram aí ao ao ao endereço, o japonês desceu, desceu com ele, né? Falou assim, ah, você vem aqui?

O japonês entrou, enfim, ele era o dono da empresa, né? Aí falou assim, estou precisando de topógrafo e tal né. E simpatizou com meu marido. Meu marido falou, olha, eu não tenho documento, eu venho de turista, mas preciso trabalhar. E e ele também precisando de um topógrafo. Foi, né? E começou a trabalhar meu marido aí. Seis anos trabalhou com ele. Sem registro, porque não tinha documento, né? Aí meu marido, dentro desses seis anos, ele falou para mim assim...

Ele me mandou buscar, né? Eu fiquei dez meses sozinha no Chile e ele me mandou buscar, né? Mandou as passagens de avião e eu vim com meus dois filhos. Cheguei aqui a Viracopos, né? Ainda não tinha Guarulhos nessa época, no ano Então eu cheguei ali em Viracopos. De Viracopos, meu marido estava me esperando aqui em Congonhas. De Viracopos eu vim de ônibus, da linha aérea, e meu marido estava me esperando ali.

E meu marido já tinha alugado uma casa né, que eram três cômodos, era sala, quarto, cozinha e banheiro. Aí cheguei lá nessa casa. Agora moro na mesma rua, mas em outra casa. Só tinha uma geladeira, né não tinha mesa. Tinha a cama, minha cama de casal né, e uma de solteiro só. Mas nada havia na casa. Quando eu chego aqui, Eu falei, ah, aluguei essa casa e tal. E os meninos falaram, e não tem mesa. Ah, e onde eu vou dormir? Ah, nessa caminha, né? Um para cima e o outro para baixo, que era uma cama solteira para dormir os dois meninos. E eu falei, a mesa. E, sabe, eu como que me decepcionei um pouco assim, sabe? Falei, nossa, né? E agora, né? Ele falou, ó, um pouquinho a gente vai comprando as coisas, não pode ser tudo de uma vez, né? Eu estou trabalhando assim, ele ele paga o que ele quer, porque ele aproveitava, porque como eu não tinha documento e precisava mesmo de trabalhar, ele falou assim, ele paga o que ele quer, então eu tenho que aceitar. Estou trabalhando, não vai faltar para nós, né? O importante é pagar um aluguel e ter para comer, né? E que eu te trouxe também, tenho que devolver o dinheiro dos das passagens, porque eles compraram as passagens, o patrão dele comprou as passagens e ele vai ir descontando, então vai ficar menos dinheiro. Falei, caramba, né? Eu nova também, né? Não pensava direito, a achava que tudo não podia ser assim. Por que foi assim? E comecei a reclamar, sabe? Você me traz aqui, olha, não tem uma mesa, não tem uma cadeira, enfim. Mas tem paciência, falava assim. Ele trouxe uma caixa de banana grande, assim, e pôs aí para os meninos comerem. Lembro que foi um dia sábado, que eu cheguei um dia sábado, primeiro de dezembro de Aí ele falou, eu tenho um dinheiro, vamos lá comprar, né? E existia o jumbo aqui na rua direita, tinha um jumbo. Falou, vamos lá no jumbo e compramos uma panela, uma chaleira, eh dois pratos, enfim, o justo para para nós só, né? Falei, tá, fomos e compramos essas coisas, sabe? Enfim, e aí aí começamos, né? E tinha um fogão, tinha um fogão que ah eh uma vizinha deu para ele, era usado. A geladeira era comprada de segunda mão também. Então, quando chegou, no dia domingo, eu saí com ele, fomos conhecer a redondeza, fomos ver o colégio onde as crianças iam estudar, né porque estava na idade da escola. E a escola que nós vimos não aceitaram porque eles tinham que ter documentos. Era uma escola da da prefeitura. Então, eu não pude matricular crianças por causa disso. Eu tive que colocá-lo em uma escola particular na mesma rua da minha casa.

É um colégio particular de crianças pequenas. E eu pus as as Então, aí ia mais dinheiro também para pagar a mensalidade. Não era muito caro, mas significava muito para nós, né? Mas as crianças tinham que ir na escola, né? E nós colocamos as crianças na escola. Nossa, meus filhos sofriam porque não sabiam falar, né não entendiam nada. A criança andava atrás deles porque falavam diferente, né? Enfim, mas eles... Em três meses eles estavam falando. A criança aprende rápido, sabe?

Eles aprenderam rápido a falar. Ele era meu meu porque eu andava para todo lugar com eles. Então eles traduziam para mim. Eu demorei para aprender a falar e entender. Nossa, como demorei. Até agora também não falo muito direito, mas dá para entender. E aí eles me acom iam comprar a perto de casa. Aí, só no começo, só apontando. Eu quero quero descer aqui, falava para

É japonesa. Falava, quero isso aqui.

Quanto você quer? Eu falava assim, um. Então, ele me ensinava, ela falava, isso se chama batata. E no Chile, como se chama?

Então, ela falava, um quilo de batata. Então, eu fui aprendendo. As coisas assim, soltas, fui aprendendo. Eu queria um alface, eu queria um tomate. Como se apontava assim, quanto?

Falaram alface, um alface, sabe? E assim fui aprendendo. Mas as crianças aprenderam mais rápido que eu, porque também põem atenção, né? Para ir comprar o pão também. Nossa eu Foi triste na padaria, né? Também

Quando eu cheguei, são os mesmos comerciantes. Quando eu cheguei. Então eu conheço todos, eles me conhecem. As minhas crianças já estão casadas, são grandes, os dois primeiros. Nossa, é gostoso aque aquela vila porque todo mundo te conhece, né? Eu nunca saí de lá.
E a senhora chegou aqui também no Brasil em plena época de ditadura militar

Mas o Brasil estava muito bem ainda, né? Não sei, estavam os militares naquela época Houve um crescimento econômico, mas por outro lado era um clima de muita perseguição Pouca pouca liberdade de expressão né Estava bem economicamente, acho, estava bem para todos Mas não havia liberdade de imprensa, não havia de expressão Estava igual que lá, praticamente, mas o país estava bem, sabe? Pena que meu marido não tinha documento, porque se tivesse chegado com documento, né seria muito bom, porque era uma época boa né, que precisavam de técnicos, engenheiros, como está agora, que agora o Brasil está precisando, hoje em dia, muitos técnicos, muitos engenheiros. Enfim, e como eu te falo, foi difícil, e mas mas eu chorava todo dia. Depois que eu cheguei aqui, eu tive um mês chorando. Porque eu não entendia nada do que falavam, nada, nada, nada. E cada pessoa tinha sua forma de falar, porque alguns falavam mais rápido, outros eh mais lento, mas igual você não não entendia. Então, eu chorava muito, eu queria voltar para o meu país. Apesar de tudo, eu dizia, não, eu quero ir embora, eu tenho minha família lá, eu estou sofrendo com as duas crianças aqui, olha só, falava assim, não há nenhuma mesa, tem uma cadeira onde sentar. A gente tinha que estar eh eh, sabe, controlando o dinheiro, moeda a moeda, para não sair você desse, sair do orçamento, porque senão ia te faltar, né, para final de mês. A gente não tinha amigos, assim, para quem pedir uma ajuda. Nada, nada de nada. Não dá para ficar aqui, não dá, não dá. Então, eu chorava. Meu marido até que se encheu comigo de tanto que eu falava. Eu queria ir embora né. Meu marido chegava cansado no final da tarde, à noite quase né. Ele tinha horário para entrar, mas não tinha horário para sair de trabalho, porque ele fazia muito loteamento, trabalhava com muito loteamento. Então, às vezes, era fora de São Paulo, longe, eu tinha que E eu sozinha com as crianças, enfim. E se pode falar com alguma vizinha para me comunicar. eu ficava Então eu ficava... Ah, e ganhei uma televisão né. Ele comprou de uma vizinha uma televisão. Praticamente me. Ele comprou um preço assim simbólico. Né então assim eu ficava assistindo televisão, mas grudada assim para aprender. Eu prestava muita atenção né no que falavam para Queria aprender logo, rápido. Né e na época era, eu via via muito na globo o Jornal da Globo. Estava aquele cabelo aquele de cabelo branco, que agora já não está mais.

E ele falava bem assim, pausado. Tanto eu dei atenção, aliás, só que ninguém entendia o que falava, deduzia o que ele falava, né? E, como você falou, aí meu marido chegava, ele se inchou de mim e falou assim, sabe o que mais? Eu estou cheio de teu janto de choro, chego aqui em casa cansado, né? Quero tomar um banho, comer e dormir. E você com essa lenga-lenga que quer ir embora, quer ir embora. Então, assim, já, as passagens, são de ida e volta. Ainda estão aí. Se você quer ir, vai, pega as crianças e vai embora. Para você não estar pensando que eu vou te mandar dinheiro para lá, né? E... Para você se sustentar lá. Você vai embora, fica com seus pais com seu pai lá, ele falou para mim. Eu não vou mandar, nem eu vou ir embora para lá. Lá não tem... Não tem trabalho, não tem futuro, o que eu vou fazer? E aqui estou trabalhando, né?

vou embora. Aí, no dia seguinte, fiquei sozinha. Ele foi trabalhar. E eu fiquei pensando. Puxa, eu vou embora para lá.

Vou ficar morando com meu pai. Meu pai é tão assim, tão enérgico para todos, mandou, vai começar a mandar as crianças, ele vai me sustentar, eu não sei trabalhar, nunca trabalhei em nada. Falei, puxa, vai ser um inferno lá com meu pai também, né? Eu falei, sabe o que mais? Fica por aqui mesmo, que eu mando aqui em casa, estou com meu marido, estou em meu, vou ficar por aqui mesmo, né? E aí estava naquela, né? Que vai, que não vai, e fiquei assim. Bom, decidi, falei, sabe o que mais, vou ficar por aqui mesmo.

Você vai ou não vai? Falou o meu marido. E bravo comigo, né? Eu falei, eu vou ficar. Ah, pensou bem, né? Melhor aqui que teu pai, né? Falei, vou ficar. Falou, tem calma, se tudo se vai... Tudo vai sair bem. Estamos recente um mês que você chegou. Você quer todas as coisas assim. Não é assim. Tem que ir devagar. Vamos Vamos conseguir as coisas, mas... Tudo assim, quando eu tenho os documentos, tudo vai ser mais fácil. Que eu aí já vou poder procurar em empresas grandes, falo assim, e vamos ter todas as mesmas regalias que tem né, todos os direitos que tem um brasileiro aqui. Mas ainda estamos assim ilegal, eu tenho que andar com cuidado, a gente não tem, estou trabalhando, eu não posso trabalhar porque sou turista. Mas então essas coisas você tem que ver. Então meu marido co começou a falar comigo, me explicando, eu fui entendendo, sabe? Falei, é é assim, então vamos nos sacrificar. E fiquei, né? Aí depois meu marido vem com uma conversa, se passaram a tudo isso, já se passou um ano, um ano e meio, dois anos, né? E meu marido falou assim, olha... Está meio difícil conseguir a documentação. A gente tem que ter uma razão para ficar aqui no Brasil. Ou você casa com brasileiro ou você tem um filho aqui no Brasil. Aqui tem um filho, né? <laughs> Você não vai casar com

Então, eu já não tinha problema de de criança pequena, ele já se virava sozinho para a escola, tudo, né, já se vestia sozinho, não tinha esse problema de choro de neném. Eu falei, não, vou começar tudo de novo, depois de seis anos. Ele, não.

Né então eu estava com aquele Diu vindo embora do Chile, né eu estava com aquele que estava tranquila, ele não ia ter filhos. Eu falei, não, não, não, mas de jeito nenhum. Ele falou, assim, é a única forma de eu obter documentos mais rápido, ele falou, tendo um filho aqui. Bom, falou, você quem sabe, né? Se não, mas vamos demorar em entender essas coisas, né? Falei, ah, não, prefiro demorar, vamos ver. Quem sabe tem uma anistia de repente? Falei assim, né? Não, e a anistia, ah ah ah antes de eu vir, já tinha uma anistia, então ia demorar mais. outra, outra anistia. Falei, não, eu não vou ter filhos, não, não, não, só de pensar que eu estava sozinha, sem saber falar, sem saber nada, falei, está tendo outro problema de cabeça, não, não, não, não, não estava preparada, não.

Até um dia ele me convenceu, né? Tá bom, eu vou ter um filho. E E como vou fazer para tirar o né o Diu? O Diu era proibido no Brasil naquela época. Falei, nossa. Aí fui ao médico, né? E E o médico falou assim para mim, Mas está proibido o diu aqui no Brasil. Eu falei, eu sei. Está proibido, só que eu me pus em Chile. E eu já levo seis anos com isso aí. Né e eu agora quero tirar. Né Por que você quer tirar? Eu falei, porque meu marido quer que eu dê outro filho para ele. Meu filho caçula tem seis anos. Né é um casal de filhos.

E o médico falou, olha mãe, eu não posso tirar, mas sim eu te posso encaminhar, falou. Ah uma

Em Chile já fazia muito tempo que estava isso. Aí ele achou Aí conversou muito comigo e falou que achou interessante que o Chile estava tão adiantado O Chile realmente é adiantado em tudo por que? Porque tudo chega de fora. O Chile não tem nada, não tem fábrica não tem, tudo vem importado de fora. Sempre chega tudo primeiro lá né. Aí ele falou assim, tá. E me mandou àquela clínica de planejamento. Lá fui eu né. E aí eu me encontro com uma... que me atendeu foi uma uma médica que era argentina né, falando minha língua, então eu podia explicar melhor para ela em castelhano né. Falou, nó você vai tirar, está tão bem aí. Falou, meu marido quer que eu tenha outro filho. Falou, então tá. Eu falei, quando você tirar, você me mostra, porque eu nem lembro como que é né. Nunca controlei, eu vim embora para cá e nunca fiz um controle como estava isso lá dentro. Nossa, não demorou nada. puxou e me mostrou, né? Nem sabia como que era, né? Nossa, falei assim, tá, a hora está pronta, eu me digo, olha, agora, se vai ficar grávida, vai agora mesmo, falou ela assim para mim, pensa bem, né? Eu falei, não, já tirou, agora não tem mais jeito, falei. Fui embora para a minha casa, né?

Fiquei quietinha né. Ele per ele perguntou, saiu? Eu falei, não. Fiquei na minha, quietinha. Falei, meu Deus, né agora fiquei grávida né. Um mês depois, falei, nossa, acho que eu estou grávida.

Falei, vai no médico para ver.

que agora não está mais, ela já morreu. E

E eu fiquei triste Sabe falei, ah, né? Mas chegou meu marido falei, estou grávida. Ah, meu marido, nossa, feliz da vida ele, né? Eu estava com cinco meses de gravidez e deram anistia. A todos <laughs> os estrangeiros. <laughs> que tinham Ai, meu Deus do céu.

Falei, vale por Deus. Deram anistia Se tivesse esperado um pouquinho mais. Falei, nem precisava estar grávida. Falei, mas já saiu Eu queria outro filho. E foi menina.

Mi minha outra filha. Graças a Deus, né? Eu falo, esse é meu passaporte. Sempre brinco com ela, falo, você é meu <laughs> passaporte.

Porque como já não tinha mais eh aqui no... Estava proibido aquele diu, eu não eu não consegui colocá-lo. Aí passaram seis anos, né?

Aí eu já eu me cuidei, me cuidava muito, né? Eu não não desgrudava dos meus comprimidos, porque eu não queria ficar

E essa é a minha última, tem vinte e dois anos.

Se não é por mim, vocês não ficam aqui no Brasil, que ela fala né. Mas assim foi. Eh eh

E aí meu marido saiu do daquela empresa porque eh ele chegou a japonês e falou assim, olha, já tenho carteira né de trabalho e eu quero que você agora me registre porque eu trabalhei seis anos com você e assim, né? Então agora vai ter que melhorar meu meu ordenado, registrar e tudo. Ele falou, Não, não, não, não, não dá, que não pode, sai muito caro, enfim. E meu marido levantou aquela empresa, aquele homem, porque aquela empresa estava quebrada praticamente, né? Então, meu marido o o levantou, ele ganhou muitas eh eh, como se diz, eh trabalhos, né? E, puxa, e ele não só pensou nele, né?

ter melhorado. Com você, minha empresa né foi para frente, os trabalhos bem feitos, nunca tive me devolveram o serviço, nada. Podia ter melho, mas ele não quis. Ele falou, tá bom, então, não quero registrar. Agora, quero registro, porque eu tenho né três crianças né agora. Então, preciso de de de um eh de médico, né? Ter um convênio médico. Né então e ganhar um pouco mais. E preciso mudar de casa porque minha casa está pequena para três crianças já né. Eu morei dez anos nessa casa ali. Aí ele não quis, foi falar, não, não.

Trabalhou muitos anos ali e aí fomos melhorando de vida, né? Eh

Meu marido foi trabalhar, mandaram para a Europa também, né? Eh Por outra empresa, né? Grande. E por aí fomos evoluindo e fomos adquirindo muitas coisas, né comprando nossas coisas. Mas até hoje, graças a Deus, está trabalhando, ainda não se aposenta. Se aposenta por idade, porque por anos de serviço não atinge. E se vai aposentar acho que em Chile, os poucos que trabalhou no Chile né. Vamos ver se junta aqueles anos com os daqui. E vai se aposentar com sessenta e cinco anos, porque está com E aí está, essa é nossa vida, estamos bem. Meus filhos foram né estudando.

Ela também é a coordenadora do Colégio de Professores. Está muito bem, minha filha. Casou, sendo a mais velha, casou por último. Casou faz um ano atrás só. Também casou com um pu com um publicitário.

E casou com um comerciante.

Né ela mora perto de mim lá.

Ela dá aula em japonês para essas crianças, em um colégio particular aqui na Vila Mariana. E também meus filhos aí encaminados na vida, meu filho eh estudou hoteleria, só que não trabalha com hoteleria porque não gostou da profissão.

Há muitos anos que trabalha aí, meu filho. Está bem, está muito bem também.

Né e está estudando isso. Agora ela vai se formar nisso. Já tem a prática. Só faltava o a o diploma, vamos dizer assim. E aí estão meus filhos, né? Ninguém me deu neto Estão preguiçosos, né? Ele fala, ai, dá um tempo mais, né? Eu falo, olha, que os anos estão passando. Talvez eu nem conheça os netos como aconteceu com minha mãe, né? Que nem chegou a conhecer a neta. Então eu falei, olha, né? Não vai ser coisa. Ai, mãe, que trágica, espera um pouco, eu vou me formar já e aí eu vou, né, engravidar.

Ela ela fala que vai engravidar agora ainda esse ano, tomara, né? Eu quero ter um neto logo, né?
E a senhora não pensou em voltar para o Chile dentro desse tempo?
Até agora penso. Eu não perco a esperança de não voltar para o meu país. Eu adoro o Chile. Nossa, como eu gosto desse país. E eu vou todo ano né lá. Em qualquer época, mas dentro do ano eu sempre vou, todo ano. Já se é inverno, na primavera, no verão, mas eu vou. Não deixo de não ir. Não deixo passar muito tempo. E falei para o meu marido que quando ele se aposentar, a gente vai morar para lá. Ele fala que não. Ele fala, ah, não, Chile é para ir a passear. Mas eu quero ir morar lá. Minhas amigas falam, mas você tem teus filhos aqui, imagina só que você vai. Falei, ah, melhor ainda, porque assim... Eu vou, e venho, passeio, né? Eu faço tudo o que eu gosto, né? Eu venho visitar meu filho e eles vão para lá, falei assim, né? Mas eu não pego a esperança, eu quero ir embora para o Chile, né? Mas vamos ver o que passa, né? Até lá, não sei.
E como foi que a senhora conheceu essas mulheres chilenas, essa comunidade? Como foi que a senhora Ah
Que agora somos parte, né? Foi assim, eh foi uma amiga minha. que me chamou e me disse, olha, tem o Dia Internacional da Mulher e vai haver um um ato aqui, vai ter uma comemoração aí no Consulado do Chile. Vamos que eu vou. Então vamos né, me convidou. E ali nos convidaram a todas para ser parte desse projeto. E eu aceitei né. Foi assim, com uma amiga minha aqui. Eu trabalho também para assistência social, eu sou voluntária. Bastante tempo já. E todas as terças-feiras eu faço plantão lá no consulado, de das dez da manhã a uma hora da tarde. E atendo toda a comunidade chilena que precisa de nós, já repatriando pessoas que querem, que não tem mais condição de estar aqui e não tem como voltar. Então a gente paga passagem e vai, né? Não pode tem que voltar, porque eu falo que não é não é turismo né. Vai e não pode voltar mais. Compramos remédios né e. Tem uma farmácia que a gente pede por telefone e manda deixar no no endereço né. E enfim, a gente consegue emprego para quem precisa. Vamos visitar enfermos, às vezes chilenos que estão doentes, não tem ninguém que visite. Fazemos toda essa essa essa obra aí bonita da assistência social.

Damos cestas básicas. Vão todas as terças-feiras, diferentes pessoas procuram cestas básicas. Tudo o que a gente trabalha, aproveitamos para juntar dinheiro. Algumas pessoas não cooperam e vamos fazer fazemos festas assim. Por exemplo, em setembro, que é o mês da pátria, já fazemos a comemoração, já colocamos nossa barraca para ganhar dinheiro, para comprar as festas básicas, na festa da Virgem do Carmo, que é a patrulheira do Chile. Também que, no mês de julho, a gente aproveita, põe uma barraca né e ganha dinheiro. Dessa forma, vamos né eh vai entrando dinheiro e comprando. Essa é a básica para quem precisa né da comunidade chilena.
A senhora conseguiu fazer amizades com chilenos e com brasileiros?
Temos bastante eh amigos brasileiros, muitos amigos brasileiros. É que tanto é assim eh por causa também de meus gêneros né, que eles são brasileiros e são eh de famílias italianas. Né então tem uma mistura de raças tão bonita que às vezes estamos nas festas e nos juntamos. italianos, japoneses, chilenos, né? É tão bonito ver ver as diferentes... Costumes mesmo que a gente conversa tanto com eles, né? É legal, né? Tenho bastante amigos brasileiros, muitos.
A senhora pretende voltar para o Chile, mas agora aqui no Brasil, a senhora se sente bem, se sente confortável?
Eu me sinto muito bem aqui, e puxa, estou agradecida, porque se não fosse para o Brasil, não sei como seria lá no Chile, acho que, também depois mudou, começou a haver trabalho, enfim. Mas como aqui nunca, Brasil Brasil Meu marido sempre fala da época em que ele estava na Europa.

Eu estava com eu não te contei essa parte, essa parte foi triste também. Puxa

Os patrões dele não sabiam que eu estava grávida, né?

Na dieta, depois que ela nasceu, uma semana depois, a mim me deu pneumonia. Né e essa pneumonia me deu foi por culpa minha. Né eu acho que eu tive muita culpa. Uma, porque eu entrei também em depressão, estava sozinha.

então eu passei essa gravidez sozinha e fui entrando em depressão em depressão pensando nele e com as três crianças né também sozinha e sabe que e como a Fernanda nasceu no mês de janeiro é muito calor naquela época e eu comecei a tomar muita água gelada sabe, eu bebia, abria a geladeira e tomava tudo sabe, gelado, gelado e de noite E eu estava me levantava e deixava a janela aberta. Entrava aquele vento e eu com uma camisola assim. Bem decotada. Dando de mamar. Então batia todo aquele vento nas minhas costas. Porque eu falava que foi culpa minha também. O calor e tudo. E também pensar. Então eu fui tomando todo aquele gelo nas costas. Ainda calor. Não podia ser E tomando gelado. Olha, foi suficiente. Dois dias eu peguei uma pneumonia. E andava abaixadinha assim. Porque não me podia endireitar. De tanta dor nas costas. E nos pulmões, né?

E eu, nossa, doente, doente. Sozinha.

Ela passou, foi uma sexta-feira, minha comadre passou por minha casa e ela me viu muito doente. Falou, nossa, o que você tem? E eu conto para ela.

E, mas como você foi? E eu tinha, era febre, não estava assim, ela me tocava e eu não estava quente. A febre era interna, por dentro, por isso que eu bebia tanta água. E ela falou assim para mim, nossa, mas você não Contei para ela que tomava água, que de noite eu abria a janela porque sentia muito calor.

Já peguei pneumonia. Falei assim, não posso nem nem ficar em pé direito, me dói as costas. Eu falei, você me leva num médico. Falei para ele, tá. E era um médico mesmo que assistiu o parto da minha filha.

Vamos à clínica dele. Ele levou. Eu não consegui subir as escadas. O médico teve que descer. Eu não conseguia. Cansada, era... Sabe, não podia respirar.

Aí o doutor me veio e falou, vai ter que se internar imediatamente.

E me internou, né? E eu fiquei no terceiro andar. E lá eu, ixe quase morrendo. Uma pneumonia, uma febre. Nossa, nossa. E eu falei para a minha comadre, e como vão ficar as crianças?

E aí minha vizinha falou assim, vai hospitalizar-se, a criança vai ficar comigo. Quando voltar a sua comadre, aí a gente vê o que é que faz. Eu falei, ah, neném. E ficaram tudo com a com a vizinha, né? Todas as crianças. Aí, fiquei no hospital. Nossa, eu entrei em coma.

A Luísa já não está mais. E E eu entrei em coma. Eu fiquei quase dez dias assim, inconsciente, não voltava.

Ele ele já tinha passado por Itália, fazendo serviço. Já estava na Espanha, nas Ilhas Canárias. Estava na França. Já tinha chegado para Argélia.

Estava fazendo barragem lá.

E a dona a esposa do dono da empresa veio para o hospital para me ver. E trouxe um médico dela, né? Nossa, falaram que eu não tinha mais jeito. Estava nas mãos de Deus, né? Dizem, o que vamos fazer? Só esperar, né? Imagina, recém-nascido. Complicou tudo lá dentro. Eu tinha água no pulmão, coração grande. Nossa, estava... E ela e as minhas amigas rezando, né? fazendo corrente de oração, enfim. E eu saí do do do coma, né? eu Eu acordo, o único que eu lembro, quando voltei do coma, eu falo para ela assim, eu parecia que eu venia de de um buraco, assim, subindo, subindo, subindo, e cheguei assim, parecia que me haviam anestesiado, sabe? Aí eu estou aqui, ai, miro para lá, miro para cá, Falei, o que é que eu estou fazendo aqui? Aí me lembrei que eu tinha uma criança, e eu tinha havia nascido um bebê. Eu falei, cadê o neném?

Estão todos lá, os meninos. E eu falei, gente, ai, e quanto tempo, e eu não sabia mais nada.

Eu falei, nossa, eu morrendo e ele não veio. Nossa, aí eu mais mais em depressão entrei, porque, puxa, meu marido, né? Não quer nem saber de mim, né?

Eu falei, nossa.

Não sei porquê, parece que eu tinha brigado com ele.

Foi uma discussão assim, e ele não foi trabalhar naquele dia, falou, não vou ir trabalhar. E disse que tocou o telefone né, aí ele foi e foi atender. E era o o patrão dele.

Você não quer vir? O que é que está acontecendo?

Eu não tenho recebido nenhum recado de ninguém.

Já deixei quantos recados?

Falou assim, não, ele não tem falado nada para mim.

Falou, o que está acontecendo alguma coisa com minha mulher? Não, sua esposa está com muita saudade de você, né? E você não me contou que ela estava grávida, então ela está com saudade de você. Então vamos nos voltar melhor. Ele não contou nada no estado que eu estava, né? E E aí meu marido, claro, né? Foi e e catou a cara e falou assim, bom, o que o que é que está acontecendo? Falou assim, você não me deu o recado que... que eu tenho que voltar para o Brasil. Né ele falou, não, porque você tem que terminar primeiro essa barragem. Primeiro era o trabalho, não se importou. Então não falou nada.

Não contou nada mesmo. Porque aí ele falou, e também já nasceu tua falou já E ele também não tinha falado nada para meu marido. Aí meu marido já foi fazer os trâmites, porque dizem que Argelia é um país comunista, que é difícil entrar e difícil sair de lá. Então você tem que fazer um monte de trâmites e coisas para poder sair. Então demorou meu marido mais dois dias para ajeitar sua documentação e sair. Aí quando ele chegou, eu já me tinha dado de alta, um dia antes dele chegar. Então eu já estava em casa, né? Aí quando o marido chegou, né falou, nossa, o que aconteceu? Aí ele me explicou tudo, contra tempo de que não haviam avisado ele, senão ele tinha chegado dez dias antes. Talvez até, se me tivessem falado bem antes, eu estaria para o nascimento da menina, mas né não não falaram.

com uma insuficiência assim no coração. Né e ela com dois aninhos foi operada. Fizeram um tratamento para ver se com o tratamento ela melhorava. Enfim, não não conseguiu. E aí ela fez a cirurgia para ela no Instituto do Coração. Graças a Deus, né? E E está tudo bem com ela, né? Com dois aninhos. Também é um instituto, assim, é muito bom o Instituto Coração.

Me vão mandar para outro hospital, que talvez <coughs> minha filha não não vá morrer do do coração mais, pode pegar uma infecção hospitalar, enfim. E ele falou para mim, mas você conhece o hospital?

Eu não conhecia, né porque eu queria que ficasse ali. Eu falei, então eu não vou internar. Né Eu espero que surja uma vaga aí no Instituto do Coração. Aí o médico falou assim para mim, eh mas e quem garante para você que aqui também ela não pode pegar uma infecção hospitalar? Eu falei, bom, porque aqui vem também gente importante e você se preocupa mais né com a higiene, com tudo, né? Você só me garante que minha filha não vai pegar uma infecção hospitalar. Ele falou assim, não, mas não tem vaga Então eu vou esperar. Mas sua filha vai morrer, não pode esperar mais. Ele falou, não importa, eu espero. E se ela morrer, vai ser culpa de vocês, né? Porque vocês sabem que tem que internar e tem que operar. Então vocês sabem o risco que ela está levando. E eu fiquei na minha aí. Ele falou, ele ligou para lá, para cá, ele falou, tá bom, vamos internar aqui. Eu fiz um pouco pressão, consegui que ela ficasse internada ali. Mas qual não foi minha surpresa, que eu chego com minha filha lá em cima, no sétimo andar. Ele falou que não tinha vaga, mas estavam todos os bersinhos das crianças vazios, era só minha filha. internada. Nossa, isso me deu uma revolta. Falei, nossa, e desci lá e falei, como você falou que não tinha uma? Estão todos os <coughs> bersos nas caminhas do bebê. Minha filha é a primeira. Não falou nada para mim, ficou quieto. Disse, um aí. Graças a Deus. E aí foi um médico chileno que me atendeu, atendeu minha filha, foi operada e correu tudo certo, né?

Operar o coração. E aí é que ela nasceu assim, com essa... Porque desde que foi embora meu marido, eu comecei já com aquela depressão sozinha, não ia estar... Aí é que tudo passou para ela, né? Penso que pode ser isso, né? Mas, eh graças a Deus, foi superado né. E é isso aí, minha história de vida até hoje, estou aqui feliz da vida, <laughs> fazendo voluntariado, ajudando quem precisa. Está bem minha vida, eu acho que estou contente com tudo o que tenho feito até aqui, com todas as coisas que que se passaram na minha vida.
O que a senhora avalia assim como sendo a maior a maior lição que a senhora tem assim hoje para a senhora e para outras pessoas também? Uma lição de vida?
Eu acho assim que Acreditar né nas coisas, que tudo vai dar certo, que a gente não não precisa se desesperar por pequenas coisas, que eu era me desesperava por pequenas coisas. Isso a vida vai te ensinando também né, que você tem que ser paciente, tudo a seu devido ao tempo né. E tudo você consegue assim né, com O que é que é isso?
Ser paciente. E a senhora ainda tem um tem algum sonho assim que a senhora ainda não tenha realizado?
Conhecer meu neto.
Só isso.

E a senhora gostou de dar seu depoimento?
Adorei. <laughs> Gostei muito.

Muito bom, né? E eu lhes dou os parabéns porque o trabalho de vocês é bonito, né? Eles são pacientes, escutando, né? Talvez vocês também tenham tido depoimentos tristes que vocês têm sofrido junto com as pessoas, né? Então assim, eu acho muito lindo a o trabalho de vocês, tá? Parabéns.
Obrigada.

Muito obrigada pelo depoimento da senhora.

Tudo de bom.